Bom, bom dia.
Bom dia.
Obrigada por ter vindo dar essa entrevista para o Museu da Pessoa. Então, eu queria que o senhor desse, falasse primeiro o seu nome completo, data e local do seu nascimento.
Meu nome é Celso Cruz Lombardi, nasci nove de março de mil novecentos e quarenta e quatro, em São Paulo, capital.
o nome dos seus pais, o que que eles faziam?

E eles vieram da onde? Eles nasceram aqui em São Paulo?
Meu pai nasceu em São Paulo, Bebedouro, minha mãe veio com sete anos da Itália, se erradicou aqui em São Paulo e viveu... Com sete anos da Itália? Ela veio com sete anos da
E em que parte da Itália?
Ela é de Montesano, uma província de Salerno, uhum, na na Bota, lá perto de Nápoles, né? Inclusive, eu fui até lá. Ah, é? Conheci a cidade. Conheceu?

E seus avós eram italianos, eram?
Por parte de mãe, italianos, e por parte de pai, portugueses, nascidos em Portugal.
Nascidos em Portugal.

E o senhor sabe o que que os seus pais, eh... faziam? O que que eles Qual era a atividade dele?
Dos pais? É. É. O meu pai, ele trabalhou eh, como feirante uns bons anos, mais de vinte anos. Trabalhou de de taxista na... que fazia lotação naquela época de Largo de Pinheiro, Xavier de Toledo também. Ele trabalhou na companhia Cit, aham, de de terraplanagem também. Então, praticamente, foram os três trabalhos dele, para depois, quando eu me estabeleci em mil novecentos e sessenta e nove, com o Centro Automotivo, eu trouxe ele para trabalhar comigo, ah tá, e ficou comigo até o último dos dias.

E vocês moravam aonde quando você era bem pequenininho, assim? Nasceu aqui em São Paulo, que bairro? Eu nasci
Eu nasci em São Paulo, aqui. Eu nasci aqui na Rua Natingui. Depois, eu fui morar na Rua dos Macunis, aham, quinhentos E morei lá por muitos anos. Aí, eu fui morar na Rua Urânia, que eu moro hoje, na Praça Flor do Sol. E vivo lá até hoje.
A sua primeira casa, então, foi aqui na... Foi na rua Natinguí que eu nasci. tá. Né? Aí... O que você lembra dessa casa?
Dessa casa eu lembro muito pouco, porque eu mudei daí pequeno ainda, então eu lembro muito pouco dessa casa.

Através dos meus pais que eu nasci aqui, que tem uma pequena recordação. Agora, a partir do momento que eu fui morar na rua dos Macunis, que morava com os meus avós, meus pais moravam todos juntos. Então, a minha infância foi toda ali. Tenho bastante recordação, aham, dessa infância, dessa casa.
Você tem irmãos?
Eu tenho uma irmã.
Uma irmã. É.
É, ela é mais nova que eu. Ela agora está com
Então, e aí como é que era a vida de vocês nessa casa da Macunis? Como é que era a casa? Fala um pouquinho para a
É, não é saudosismo, mas realmente comparando com com a vivência de hoje, com o dia atual de hoje, com todo essa esse ritmo atribulado, eram... Foi uma época maravilhosa, de muita simplicidade, mas muita pureza, muita poesia, pé no chão, tudo muito gostoso, sem agressão, eh, com liberdade total, com um amor, a família naquela época era muito mais família, é e, existia uma obrigatoriedade de aos domingos todos sentarem à mesa, hm, já era um costume uhum, i italiano, então todos sentarem à mesa pais, filhos, netos. Então era, havia essa obrigatoriedade muito saudável né, hm, da velha macarronada, da uhum uhumdo papo gostoso, coisa bem...
E tinha algum lugar da casa, assim, que que hoje o senhor se lembra? Algum que gostava que o senhor gostava de ficar? o... É, porque a casa em si... Como é que era essa casa?
A casa em si era era uma casa simples, porém era um quintal grande, hm, que que ainda é de minha propriedade hoje. Então, tinha muitas árvores frutíferas. Sei. Tinha a casa no fundo e e as árvores frutíferas. O pé de goiaba, o pé de pera, o pé de amora, tudo mais. Então, era uma espécie de um sitiozinho, um que era o nosso mundo ali, né, da da criança.

E era terra, não tinha nada de de cimento. Naquela época, todas as casas, uhum, eram praticamente assim. Tinha terrenos e a terra se usava muito isso aí, né?
Então, era basicamente... Então, o senhor tinha já tinha bastante vizinhos?
Tinha bastante vizinho, é é, a rua toda era praticamente disso aí, de... de vizinhos com bastante filhos, né? Inclusive, um um um um um depoimento que eu conto hoje para os meus filhos, para os para os amigos e tal, na minha juventude, então veja como o tempo passou, a coisa modernizou, os lixeiros, eles usavam carroções de lixo, puxados a cavalo. Ah, puxados a cavalo? Aqui na Macunis. Então, ao invés do modernismo atual de hoje, caminhões e grandes empresas <coughs> eram feitos pela prefeitura e com carroções de lixo. E esses carroções de lixos, o que que acontecia com a meninada que era muito mais sadia, mais pura, que não não tinha maldade e nem tinha... O conforto, uhum, dos dias de hoje. Toda meninada, nós chamávamos de chocar o ca o o carroção.

Chocar o carrochão, carroção. Nós pulávamos, que nem faz hoje o skateista, o ciclista que pega carona nos carros, enfim. Nós fazíamos isso. Nós... chamávamos, né, no popular de chocar o carroção. Então, vamos dizer que se ele saía aqui da da esquina da Natingui, até hoje a padaria pioneira, então toda meninada pulava atrás e andava como se fosse um... Uma diversão, um brinquedo.
Andava na rabeira assim.
Exatamente. Então, né? Porque ele ele andava devagar. Eram todos, até o os coletores de lixo, eram sempre os mesmos. E a e e nós o conhecíamos por nome e eles também conheciam toda a meninada por nome, né? Aham. Então, é um negócio muito... Muito aconchegante, muito amável. Então, é histórias difícil, né? Porque lá se vão quantos anos e talvez o pessoal de hoje desconheça esse tipo de atividade que era feita assim, né? E eu estou aqui para para comprovar. E

Que escola que o senhor estudou aqui?

Eu ãh eu fiz o o primeiro ano do grupo escolar, no grupo escolar Alfredo Bresser, que é na Rua Padre Carvalho, esquina com a Rua Sumidouro. Então ali foi o, era o grupo escolar, tinha dois grupos escolares, tinha o Brasílio Machado, aqui na Rua Moraes, que ainda existe hoje, uhum, né? E o Alfredo Bressa. E como a minha turminha, meus amigos e tal, foram estudar lá nesse grupo escolar, então eu optei por por estudar lá por causa dos amigos, porque aqui esse grupo escolar Brasília e Machado era mais... para os moradores da Vila Madalena, hm, que que era mais aqui pertinho para eles. E o Alfredo Bresser, hm, era mais para nós aqui já da parte de baixo que né, da macunis, e as mediações aqui. Então eu fiz o grupo escolar.
Mas aqui também é Vila Madalena, ou não?
Olha, esse pedaço aqui, ele ele ele está no meio, entre Vila Madalena e e Alto de Pinheiros. Então, eu não sei qual é a divisão certa. Eu sei que a parte de cima, já do bê ene agá para cima, é Vila Madalena. Onde eu moro aqui, que é na Praça Porto Sol, já é Alto de Pinheiros, Vila Beatriz. Né? Então, tem umas conotações.
E aí o senhor então foi para para essa escola, como é que é o nome mesmo?
Grupo Escolar Alfredo Bressa.
E que lembrança o senhor tem dessa escola? Vocês iam juntos, era o pessoal da rua que ia
O pessoal da rua, nós íamos, nó a as mães eh eram todas amigas, né? As mães eram amigas, tanto é que eu tenho um ami,, eu tinha, ele faleceu, que eu sou do dia nove de março de quarenta e quatro e esse amigo pessoal de infância, ele é do dia vinte e oito de março de . A minha mãe e a mãe dele, Dona Iracema, ela elas eram amigas de infância, as duas ficaram grávidas e praticamente no mesmo no mesmo período, eu nasci no dia nove e o Cláudio... nasceu no dia vinte e oito de março, então vê quantas afinidades que nós tínhamos, né?
E aí vocês iam juntos para a
Íamos juntos, voltávamos, dia de chuva. Era tudo muito simples, muito, nó, meus pais eram pessoas simples, né, não não tinham poder aquisitivo, mas nos davam todo o conforto e tal. E na quando nós saíamos, a primeira coisa que nós fazíamos, principalmente se estivesse chovendo, tirava o sapato, punha dentro daquelas mala de couro que eram antigamente e vinha. descalço na beira da calçada chutando água, enfim isso era tudo muito gostoso lembro-me também que as ajudantes do grupo escolar Elas nos queriam como filhos também. Tinha a dona Aparecida, que que era a mãe de todos, sabia o nome de toda a meninada, de todas as classes que Nós tínhamos merenda escolar naquela época, hm, então tinha merenda escolar, com sopa de fubá, todas aquelas coisas. E a única coisa que nós não gostávamos com a meninada era o tal do dentista. <laughs> O dia do dentista que nós sabíamos tinha, uma vez por semana, ou uma vez por mês, não me recordo direito, tinha o dentista. Nesse dia, metade do do do grupo escolar faltava, com certeza, de medo <laughs> do tal dentista, né? Então, essa foi uma fase de eh infância né, do grupo escolar. Aí depois, quando eu eu estudei aí, depois fui para o Brasílio Machado.
Com quantos anos?
O o Brasílio Machado eu já fui com oito anos. Era era uma escola particular já, mais forte, mais... Então eu fiz... Ah, então o senhor aprendeu a ler... A ler e escrever no grupo escolar. Aí eu fiz Brasílio Machado, né? E era uma escola particular já, mais forte, né? E depois eu fiz Castro Alves, hm, né, né, já... No ginásio para frente, eu fiz no no ginásio Castro Alves, que eu, no qual me formei depois, né? uhum.
Todos aqui na vila?
É, o o... O brasi o Castro Alves era na Teodoro Sampaio, hm, né? Lá em cima, perto da Matheus Grow, né? E o outro era aqui na, já em Pinheiros mesmo, né? Então, aí, escolaridade foi isso aí até me formar, né?
E aí todo esse percurso sempre fazendo a pé, sempre fazendo... Sempre a pé. Como
Como era isso? É, o o O Castro Alves, então, era um período que eu já estava, eh, já era, adolescente, uhum, e naquela época existia o bonde que o ponto final era no Largo de Pinheiros, em frente à Igreja de Pinheiros, e tinha duas espécies de bonde. O bonde camarão, que era o bonde fechado, e o bonde aberto, no qual toda a meninada só ia de bonde aberto, ãh, porque nós nunca, todos esses anos, nunca pagamos uma passagem de <laughs> de bonde, Porque ele era aberto, e quando... o cobrador, que naquela época chamava de trocador, hm, chegava perto, nós descíamos e pegava ele mais na frente. Então, sei, toda meninada, todos esses anos, nunca gastamos um real, naquela época, não lembro a moeda, De passagem de de de ponte, porque era... e e os cobradores sabiam que a meninada, Castro Alves e tudo, nunca pagava. Então era, realmente era isso aí, né? E só existia bonde, não não tinha ônibus, uhum, né? Então, só existia bonde.
E como é que vocês se divertiam aqui nessa na época de adolescência, de juventude? Qual era a diversão?
É, a diversão do senhor, de de adolescente, principalmente, era futebol, era nadar nas lagoas.
Lagoas?
Essa a as lagoas seriam assim, como essa aqui, eu falei, na Praça Pan-Americana, que era Porto de Areia. E as empresas tiravam a areia, ficava ficava o buraco e a chuva formava aquelas lagoas e toda meninada era uma diversão que nós tínhamos. Nós íamos nadar nessas lagoas, sem as mães saberem, com certeza, porque senão era castigo na no certo. Então, nós nadávamos na lagoa e tinha todas essas casas, altos pinheiros, não existiam. ela era praticamente todos os terrenos baldios, hm, e nós fazíamos nossos campos de futebol e como era a que a companhia city ela que prevalecia nos loteamentos quando ia ser construído uma casa onde nós temos nosso campo de futebol nós pegamos as traves e mudava Terreno ao lado e formava. E... E consequentemente até, né? Então era uma das nossas diversões da nossa infância. Uma outra muito usada por nós naquela época. Esse período do Alto de Pinheiros, onde tem o clube Alto de Pinheiros, tem o Colégio Santa Cruz, existiam poucas casas. E o a a vigilância era feita a cavalo. E tinha um um senhor que era da Bahia, com o nome de Otaviano, e ele implantou esse sistema hm de... vigilância das casas, que era feito através de cavalos. Então, o que que acontecia? Durante o dia, os cavalos ficavam soltos e e ele agregava o pessoal do norte. Ele era um um um comerciante nato, ele era... Inteligentíssimo. Então, ele agregava esse pessoal do norte, que que queria vir para São Paulo, não tinha especialidade, nem especificação nenhuma. E contratava esse pessoal para fazer o o opoliciamento, a Honda, como hoje, super moderno, com automóvel, tudo diferenciado. Ele fazia a cavalo. E o que que acontecia? Ele deixava, tinha vários cavalos, deixava os cavalos pastando, que era tudo pasto, durante o dia. E nós, a meninada, roubávamos, entre aspas, né? Pegávamos os cavalos para andar a cavalo, né? No que o... O senhor Otaviano ficava furioso, né? E como ele conhecia os nossos pais tudo, a reclamação era direta. Olha, seu filho, os cavalos precisam descansar, que trabalham à noite. Mas era tudo meninada, eh, irreverente, sem maldade também. Era pura molecagem, né? Então, acontecia isso também, né?
<coughs> E o senhor lembra de algum amigo em especial dessa época? Tenho, tenho. Pessoas que o senhor se relaciona até hoje?
Tem o Roberto da Floricultura, que inclusive também é uma sugestão para vocês fazerem uma reportagem com ele, porque o Roberto é uma figura também folclórica, é do meu tempo, que tem história. Da mãe dele, a dona Maria, que ela que fez a a floricultura existente hoje. Antes dessa floricultura, que está lá, eu estou estabelecido há trinta e oito anos, o Roberto está há quarenta. Existia um bar, que era da mãe do Roberto, hm, que nós servíamos de local de encontro, porque nós tínhamos um time de futebol, E nós nos reuníamos nesse bar, que naquela época usava muito, ficavam ficavam as taças expostas para as conquistas dos jogos e tal, né? Então nós tínhamos um time de futebol muito forte, muito bom, que saiu alguns jogadores profissionais, né? Inclusive eu também cheguei a ser jogador de futebol profissional com dezoito anos, né? E fui jogador, então, era outro... Então, esse amigo também tem bastante história, que a Dona Maria era... As mães eram assim, é era a mãe de todos. A minha mãe era a mãe de todos, a mãe do Roberto era a mãe de todos, a mãe do Zezinho, que é em frente à floricultura, era a mãe de todos. Quando nós íamos para o grupo escolar, e, por acaso, nós brigávamos durante o dia, e naquela época dizia-se, fiquei de mal, não quero... quando nós passávamos, porque é era um caminho só, quando tinha um desses de nós que não passava, simplesmente a mãe notava, ia buscar pela orelha, <laughs> o filho da outra mãe que tinha liberdade, e a mãe vice-versa era assim. Então, fazia com que nós reatássemos a amizade no ato, aham, que não tinha nada desse negócio, não, quer dizer, então <laughs> tinha isso também.
Então, e aí, bom, foi <coughs> passando a juventude, aí o senhor falou do do futebol, como é que é isso? O senhor foi jogador de futebol, como é que foi isso?

Na época, eh, existia, aqui onde é o bê ene agá, hm, tinha quatro campos de futebol, hm antes de existirem esses prédios, existiam quatro campos de futebol. Então, eram quatro times... do mesmo local com uma tremenda rivalidade porque eram quatro clubes bons que eram todos os jogadores da mesma região, mas como só jogavam, como jogam hoje, onze jogadores, e tinha muito jovem, muita criança, muito jovem. A a vila aqui chegou a ter muita, muita gente. Então, existiam esses quatro clubes, que era uma rivalidade tremenda entre entre eles. Porque um jogador que jogava num determinado clube... Quando ele ele brigava com o técnico ou alguma coisa, automaticamente ele ia para o outro time e vice-versa. Então ficava uma rivalidade. Quando existia jogo contra, era briga na certa, o negócio era feio, só que que com mais ponderação hoje, existe uma briga, existe morte. não, ali era briga na mão mesmo. E houve um período que o o jornal Diário Popular fez um campeonato do bairro e e de todos os outros bairros, tipo Vila Madalena, Perdizes, Sapopemba, enfim. E houve essa disputa entre todos, uhum, e ficavam os campeões. E havia disputa entre si. E os melhores atletas, os melhores jogadores da época, acabavam se destacando. E naquela época, não tanto como hoje, que hoje ganha-se muito dinheiro, mas naquela época havia esse tipo de de atividade. no confronto já final e tudo mais ficavam os melhores clubes e automaticamente os melhores jogadores, seoi, e naquela época também existiam os olheiros os times do interior e tudo então o jogador que se destacava acabava tendo a chance era convidado para jogar nesses clubes, uhum, na qual eu também, na época, né, fiz parte, acabei indo jogar, era muito jovem ainda, não tinha... Que clube você foi jogar? Eu joguei na Ferroviária de Araraquara, né, no tempo de do time ãh titular, tinha craques como o Dudu, que jogou no Palmeiras, o Rosan, que foi goleiro do Palmeiras, o Basani jogou no Corinthians, então o time titular, que eram os mais velhos, e e fui eu e mais um um amigo aqui que fomos selecionados para ir para lá. Mas a época era assim, dezessete para dezoito anos, totalmente inexperiente, sem aquela devida orientação. Ficamos lá, mas depois bateu saudade, <laughs> as coisas todas, e acabei eh, direcionando a minha vida para o estudo e depois para o comércio.
Mas o senhor tinha essa essa ideia de ser um jogador profissional?
É, como todos, ãh, os jovens daquela época, né? Tem, como os de hoje também tem, né? Mas naquela época eram épocas diferente, uhum, eh... ganhava-se pouco, era totalmente diferente dos dias de hoje, né? Uhum. Não tinha apoio, não, é era muito difícil.

Quem não não quisesse se dedicar totalmente, eu no meu caso, que eu não tinha necessidade de viver disso, que meus pais sempre me me deram um certo conforto, que eu pude estudar e tudo mais, então a gente acaba, eu acabei direcionando a minha vida para o outro lado, talvez destino, algo assim, mas...
Mas o senhor ficou um tempo, fiquei lá, sem estudar, só se dedicando a isso? Ou como é que era essa... É, eu fiquei, era a vida
É fiquei uns uns meses lá. Fiquei uns meses, aí depois meus pais falaram, a filha vê lá, o estudo é é essencial, tudo mais. E juntou a saudade e e essa maturidade de que realmente o estudo Era mais funcional porque não se ganhava muito dinheiro naquela época, né? Era mais sacrificado E como eu não precisava, né? Tinha condições melhores, acabei.
E ficou lá, e ficou lá em
Em Araraquara, Fonte Nova.
Bom, <coughs> aí o senhor então saiu, voltou para cá, para São Paulo.
Voltei, continuei meus estudos, né?
Que idade que o senhor tinha mesmo?
Dezessete para dezoito anos.
E aí já foi fazer o que? Colegial?
É, já era colegial, né? Aí depois... Fui fazer colegial, depois fiz ah... colégio técnico e me formei em contabilidade no Castro Alves, né? E depois fiz faculdade, fiz economia. Aí comecei a trabalhar. Fui trabalhar numa firma na qual... Eu era auxiliar de contabilidade, hm, inclusive, aí foi uma outra fase da minha vida que eu hm acabei conhecendo a minha esposa lá.
Lá na na empresa?
Na empresa.
Qual era a empresa?
Era na rua José Paulino, é era uma firma de um de um judeu. que chamava-se Ellen Form. Na época, ela fazia cintas elásticas para a mulher, que naquela época usava-se muito. Isso aí era um coqueluche e tal. E nessa firma, A minha cunhada trabalhava lá, trabalhou lá inclusive trinta e sete anos. A minha cunhada, que é irmã da minha esposa, trabalhou trinta anos. A minha esposa trabalhou lá mais de dez anos. Nós nos conhecemos lá.

Então tem... Ela fazia o quê?
Ela era costureira lá.
É, a A minha cunhada era mestre, né, de costura. Ela era encarregada geral. E o meu tio era gerente da da firma e, como eu estava recém formado tudo, em contabilidade, ele me arrumou um emprego lá e eu fui trabalhar lá.
Ah, foi já já formado então?
É, já praticamente com uns vinte anos, né? De
O senhor começou a trabalhar depois de formado ou já, ou estudando, o senhor já trabalhava?
eu estudando, eu eu trabalhei, trabalhei <coughs> quando eu era mais jovem, adolescente, na na cidade, como office boy, e trabalhei numa numa firma que era, que consertava máquinas de escrever, e na qual eu fazia o serviço de de contabilidade e carregava a máquina também <laughs> No tempo da da da juventude, né? Então eu trabalhei muitos anos como office boy. Que era era praste de todos os meninos da época. A primeira coisa que na que fazia naquela época os os adolescentes é ser office boy. Isso era praticamente um um marco, né, na vida do... Era é era uma iniciação de trabalho, né? Daí para frente, cada um seguia a sua vida.
O senhor lembra o que que o senhor fez com o primeiro salário que recebeu? Como é que foi?
Olha, eu naquela época, <coughs> eu não tinha necessidade de entregar o salário em casa. E naquela época eu era muito vaidoso, assim, vaidoso com roupas eh... que os jovens usavam muito, se vestir bem, né, usava-se muito terno, gravata e tal.

Os primeiros salários praticamente eram para para vestimento, para para mostrar, né, por causa das namoradinhas e tal, porque não era o tipo de negócio que o jovem gostava de de roupa. Eu sempre fui muito, meio vaidoso, né, gostei de me cuidar sempre e tal. Eu creio que os primeiros salários eram exatamente para isso.
Então, e aí <coughs> como é como é que era? O senhor era vaidoso, gostava de sair? E o senhor ia... Como é que o senhor se divertia?
Aí já peguei uma fase que eu gostava muito de dançar, ah, como gosto até hoje. E sem falta de modéstia, eu dançava muito bem. E e desde jovenzinho eu frequentava salão de baile. que era algo assim, para quem era meio destemido, né? Meio assim, mais entrão, mais... Porque depois que eu eu larguei o futebol e comecei a estudar, eu fui ser pugilista. Eu fui pugilista durante dois anos na academia Wilson Russo. Então, eu fui pugilista, disputei campeonato da Gazeta Esportiva, que naquela época, todas os as pessoas que eram iniciantes ãh, de pugilismo, tinha essa, chamava-se forja de campeões, ah... que eram todos os iniciantes do pugilismo, tinha campeonatos promovidos pela Gazeta Esportiva, né, e eu fui ser pugilista, comecei a treinar, porque eu sempre fui muito saudável, muito forte, eu nunca bebi, nunca fumei, né, então tinha um físico privilegiado, avantajado, né, e muito forte, então eu comecei a treinar boxe, ãh, essa academia é na Consolação, em frente à Igreja da Consolação, E lá os instrutores eram o tio do Eder Joffre, né, o Ralf Zumbano, que era tio do Eder Joffre, que foi campeão mundial, conhecida. Então, era também uma opção dos jovens para se preparar, para cuidar do físico. Quem era esportista optava por isso também. né? Uhum. Então, eu na época fui... Ser pulgilista, né. E o o lado de lazer é que eu gostava muito de dançar. Então, existia um salão de baile que se chamava Som de Cristal. Foi muito famoso. Muita gente vai relembrar disso aí. Que era ali perto, na rua Rego Freitas. Academia de Boxe. Era ali em frente à Igreja da Consolação e o salão de baile, que era só, basicamente, com, eh.... frequentado por pessoas de cor, negros, uhum, né? Porque tinha a habilidade da da dança e tal. E eu, como se, fui muito... tive muita ligação com os jovens, meus melhores amigos eram negros, aham, e era aquela turminha e tal, e eu sempre gostei de dançar, então eu era eu habitué nesse salão de baile, na qual, lembro como se fosse hoje, o Jair Rodrigues começou lá, com o Kruner da da da do da orquestra lá, que não era uma orquestra, né, era um conjunto, né. Então todo esse todo esse pessoal que hoje viraram celebridades na música, quando jovens, ali era uma escola para eles, o primeiro degrau, né. E ali o que que acontecia? Aprendia-se a dançar, porque os maiores bailarinos estavam lá, sim, então a freqüência a continuidade você foi acabando aprendendo então automaticamente a gente se tornou um bom dançarino <laughs> e era um lugar gostoso uhum, mas o pessoal tinha receio de ir né porque era tal da gafieira né Então, o pessoal tinha um certo rece reeceio de ir.
Mas por quê?
Porque ele ele tinha um... um conceito de lugar de malandragem, de de brigão, de tudo, que não era nada disso. Mas criou uma fama por, inclusive, eh, uma uma, juntar muitos bailarinos. muito, né? um point diferente, né? Diferenciado de um de um lugar mais calmo. E era um lugar boêmio, né? Uhum. Uma boemia sadia, mas era um lugar boêmio. E naquela época, uma boemia, ela era meia... Não era vista com bons olhos, né? <laughs> Então, também tinha isso aí, né?
O que era bo boemia naquela época? O que,
Boemia eram pessoas que Gostavam de dançar, aham, que é era não não que não tivesse uma vida regrada, mas, mais descompromissados com com os afazeres, de, né, de gostar de dançar, automaticamente já saía. em altas horas, né? Não era aquela vida regrada. Então, o baile normalmente começa onze horas, meia-noite, terminava quatro horas. Por isso era visto com <laughs> com os olhos meio, né, diferenciados.
E aí, o senhor namorava bastante? Como, como era assim essa... É
Eu realmente é é era típico, não que que fôssemos um Don Juan, <laughs> mas era típico da idade, ãh, mas eram aqueles namoricos descompromissados, sei, né, que não tem nada a ver com os dias de hoje, porque era uma época simples, que ninguém tinha automóvel, Nós namorávamos, tem uma parte assim, que existia, eh, eh, que era ponto de encontro, cinema. Hm, Existia um cinema na Teodoro Sampaio, ao lado do su do do mercado central de Pinheiros, do Largo de Pinheiros, chamava-se Cine Brasil. E o que que acontecia nesse cinema? Era um um referencial para se conquistar namoradas. Porque as meninas iam, as meninas simples do dos bairros e tal, que era só aos domingos, na matinê, que nós não tínhamos condição, os pais não deixavam. Então, aos domingos, na matinê, iam as meninas e automaticamente iam todos os jovens. para tentar um um galanteio, achar uma namorada. Os bailinhos que que tinha naquela época também, de família, que nós chamávamos, uhum, que era eram os bailes nas casas das pessoas, uhum, que iam a filha da dona, a prima, a irmã. <laughs> Então ali aconteciam alguns namoros e tal, né? E esse cinema era um... era um também um um passaporte para nós, porque era um presente, praticamente, que que nossos pais nos davam, ãh, para nos deixar ir no no cinema, na matinê, ãh, na qual, inclusive, existiam seriados. Antes de começar o filme, existia seriados, uhum, tipo do Tarzan, do Zorro, que tinha continuidade no próximo domingo. Era uma forma de segurar, de segurar para a turma ir para ver a continuidade. né? Em capítulos? Em capítulos, exatamente, era Lembro-me bem... documentário do Primo Carbonari, aham, que fazia aqueles documentários e tal, e passava as resenhas esportivas do dos jogos de Flamengo, Fla-Flu, uhum, Corinthians-Palmeiras e tal, um negócio tudo em preto e branco, esse documentário. Então e, e se nós nos comportássemos bem durante a semana, o prêmio era um dinheirinho para ir no cinema
Então, é é nessa época, o senhor tinha quantos anos, mais ou menos, quando o senhor ia ao cinema, dançava?
É, de deze é porque eu sempre fui meio precoce, né, nessa idade, assim, tipo com dezessete anos, como eu tinha, era corpulento e tudo, aham, porque naquela época exigia, existia uma rigidez, um negócio de... de idade, sim, mas como eu já era mais corpulento e tudo, então eu já com dezessete anos já tinha aparência de de de dezoito e tal, então já com dezessete anos eu frequentava esses bares, cinema.
Isso na época de, aqui na década sessenta, setenta? Tem que fazer a conta.
<laughs> quarenta e um por aí, né? E...
Então, e aí, no no no bairro, tinha alguma referência, alguma algum personagem que o senhor se lembra, que todos conheciam? Quem eram as pessoas que é que estavam no bairro nessa época, que
Olha, nesse bairro existiam essas pessoas que eram já <laughs> conhecidas, assim, ah, principalmente artisticamente. A Ivani Ribeiro que foi que foi uma das moradoras antigas aqui no bairro, na qual ela morava aqui na esquina da Natingui com a com a Macunis, aqui pertinho do museu de vocês, né? Era figura conhecida naquela época. Ela fazia novelas, acho que para a Rádio São Paulo, que tinha novelas naquela época. Paulo Planê-Boar, que também era um comentarista esportivo também, muito conhecido. <coughs> Pedro Luiz, que também foi um dos precursores narradores esportivos. de futebol, que foi um dos precursores a morar aqui no bairro também, que a gente era menino, conhecia bem eles também, né? Então, naquela época, essas pessoas eram figuras, ãh, mais marcantes, mais expoentes no bairro, né?
E tinha algum alguns outros personagens mais folclóricos, mais... É, no caso, seria assim...
Pessoas marcantes uhum, pela atividade, hm, como o meu avô, né, hm, que era figura folclórica no bairro, na Teodoro Sampaio, na Esquina Confradi, todo, que ele tinha um carrinho de pipoca. Então, ele trabalhou lá quarenta anos, ãh, e todo mundo conhecia o vô Pascoal. Ele era figura carismática, carinhosa. Então, ficou... marcado no bairro com todo mundo conhecia. Tinha um outro senhor espanhol que vendia saco de estopa e com um carrinho de pedreiro e era figura marcante porque ele rodava todo o bairro. E as donas de casa naquela época, pano de prato, essas coisas, eram feitas com esse saco de farinha. Não tinha todo esse modernismo do dia de hoje. E ele passava na vila gritando, saqueiro, saqueiro. Então fica ficou figura tradicional também hoje, como... Passa o o Homem do Gás, que todo mundo chama a atenção. Eles também, então, quando precisavam, as donas de casa compravam também. Então, eram praticamente figuras folclóricas no bairro, né? O os taxistas que faziam lotação.

Eram figuras tradicionais, porque as pessoas que trabalhavam no centro eles usavam esse essa lotação como se fosse um ônibus, um veículo, um bonde que existia naquela época. E a lotação já era algo mais luxuoso. talvez de um poder aquisitivo um pouquinho melhor, para quem tivesse uma uma condição financeira melhor, ao invés de pegar um bonde, que era mais demorado essas coisas, aham, pegava uma uma lotação, formava a lotação, saia os carros. Então os motoristas eram figuras folclóricas no bairro, né? É, é
Todo mundo
com apelidos, o Repolho, Perninha... Como meu pai trabalhou também, ah ele também era, ele foi motorista de lotação, e eu era menino, e ele me levava no ponto, então eu lembro muito bem desse pessoal com
o pessoal conhecia ele?
Meu pai era gaúcho. É, o apelido dele era gaúcho, né? Então, também foi um período assim, folclórico, aham, e foi uma figurinha folclórica, uhum, aqui no bairro, né?
Então, e aí <coughs> você contou que então conheceu sua esposa na na empresa, lá naquela empresa que você foi trabalhar. É. E como é que foi o período de namoro? Ela era aqui do bairro também?
Não, ela morava no Bom Retiro, ela morava perto da da empresa, da empresa né? E nos conhecemos, começamos a namorar e eu trabalhava nessa empresa junto e começamos a namorar. E eu comecei a tentar a minha vida, porque eu sempre tive um tino comercial e sabia que gostaria de me estabelecer, de dar uma sequência diferente. E então eu comecei, começamos a namorar, ficamos namorando durante seis anos e por obra do destino, apareceu uma oportunidade de eu de eu montar um comércio. Aqui mesmo onde eu tenho esse comércio hoje, que é esse centro automotivo, eu estou há trinta e oito anos e eu inaugurei esse centro automotivo eh, no dia dezessete

estava noivo com a minha esposa hoje, então eu montei esse centro automotivo que era só uma borracharia e uma troca de óleo. Eu pendurei o meu diploma na parede e fui aprender a consertar pneu com um amigo, ele me ensinou e eu fui Montei lá dezessete de março de sessenta e nove e me casei dezessete de maio de sessenta e nove, três meses depois. Porque eu queria, porque queria, tinha isso em mente. Esse terreno era nosso, era dos meus pais, eles me cederam e eu fiz a borracharia. na qual eu mesmo aprendi, eu consertei pneu, minha mãe falou assim, meu filho, fiz tanto sacrifício para você estudar e se formar, você vai ser borracheiro? Não, mãe, eu vou ser comerciante. E as coisas foram fluindo, montei em março, me casei em maio, fui morar na Rua Beatriz, <coughs> num quarto de cozinha, banheiro fora, pagando aluguel, e comecei a minha vida. Eh... Depois de três anos trabalhando nisso aí, a as as coisas foram crescendo, foram aumentando, eu eu fui aumentando a firma, eu já, aí já coloquei troca de óleo, coloquei estacionamento no próprio local e tudo, e as coisas foram crescendo. Depois de três anos de casado, eu já tive possibilidade de comprar minha própria casa, que eram épocas boas, diferente. No Butantã, na Raposo Tavares, comprei minha casa, uma casinha boa, casa própria, né? Onde nasceram os meus filhos, eles nasceram lá. E a coisa foi... foi crescendo, mas tudo, tudo, tudo isso, eu estou casado há trinta e oito anos, agora vou fazer um um um depoimento muito importante, né? <laughs> Tudo isso eu devo à minha esposa, ela foi minha viga-mestra, ela foi meu meu referencial, meu ponto de partida, o tudo, né?
Como ela chama?
Ela chama Neide.

Estamos casados hoje há trinta e oito anos, mas seis de namoro, nós temos uma vida em comum de quarenta e quatro anos, de total felicidade, total amor. E realmente ela foi a viga-mestra.
Ela
Ela trabalhava comigo lá, né? Aí, quando nos casamos, eu tive possibilidade de Tirá-la do emprego, naquela época existia muito isso, a mulher era do lar, né? Desde que o marido tivesse condições, uhum, de de manter uma dona de casa e tal. E aí nos casamos, ela ela praticamente cuidou dos filhos, né?
Ela parou de trabalhar. <coughs>
Parou de trabalhar, e cuidava do lar, da casa. Naquela época existia muito isso, a mulher, né, ser dona de casa. E os maridos, como eu, né, meio arcaico, meio machista, essas coisas, eu tinha muito disso daí. Hoje é totalmente diferente. Eu vejo meus filhos, a minha filha formada e tal, eu falo, não pai, hoje... É tudo diferente, né? Minha filha é nutricionista, meu pai, meu filho é publicitário. Então, as mulheres hoje participam de forma diferente. Mas naquela época dos meus pais, até um certo trecho meu, da minha vida, porque depois ela veio trabalhar comigo e trabalha comigo até hoje, né? Muitos anos. É minha sócia na empresa, né? contrato social e tudo, né, mas naquele período a gente era mais crianção, mas e e tivemos uma formação já diferente dos pais e dos avós, uhum então, <laughs> cabecinha meia curtinha, né, que não não aderia muito, né, depois o tempo ensinou e hoje as coisas mudaram. Hoje
você tem quantos filhos?
Eu tenho um casal de filhos, né, tenho o Rodrigo que Trabalha comigo, é é praticamente meu sucessor, tem vinte e seteanos, formado em publicidade também na Anhebi Morumbi.

E tem um netinho do Rodrigo, de um ano e meio, Eduardinho, que é a minha nova paixão. Então basicamente é isso. Aí depois as coisas foram mudando na minha vida.

A primeira conquista foi a minha casa própria, depois de três anos de trabalho. A sua

Primeiro o senhor comprou aquela no Butantã, não é?
É, essa primeira, né? Daí eu construí essa casa onde eu moro hoje, na Praça Pôr do Sol, que é uma casa gostosa, confortável, né? E antes dessa casa na Praça Pôr do Sol, eu tinha casa... Lá no Butantã, construí uma casa bonita também, Atibaia, que a minha cunhada morava lá e tal. Nós íamos bastante lá, fiz uma casa bem gostosa, uhum, bem confortável, né? E depois vim a vender. Aí construí essa casa que eu moro hoje, que eu moro já praticamente há vinte e quatro anos, né? Uma casa gostosa.
Os filhos nasceram aqui?
Os filhos nasceram lá e vieram com quatro anos para cá. E e depois, comercialmente, eu tive bastante outras atividades. Eu construí dois postos de gasolina, né, o Ilha do Sol, que é em frente ao conjunto Ilha do Sul, uhum, no Petrobras. Tem um aqui na Vila Beatriz também, que foi eu que construí. Nesse inteirinho todo, eu também tive uma frota de táxi com quarenta e cinco carros. Tive a feira do automóvel, porque eu, modéstia à parte, eu eu era bastante criativo e arrojado. Tive a feira do automóvel no macro Butantã também, que é o pátio. Eu alugava o pátio, como hoje tem a feira do Anhembi também, então eu tinha essa feira que é praticamente igual a feira da Anhembi. Eu alugava o pátio, eu arrendava o pátio aos domingos que o o supermercado não funcionava e movimentava uma feira do automóvel, como o Anhembi também. Então, praticamente...
Mas hoje o senhor tem o quê? O... É, hoje
Hoje, praticamente, eu eu me resumi ao centro automotivo, né? Uhum. E... E praticamente... Vivo disso e já estou querendo passar, ah é, para o Rodrigo, né? Que ele tem toda todo o know-how, né? De de experiência e com certeza vai dar continuidade. E é o que eu peço, quem sabe o Eduardinho aprenda também. E já pra praticamente a quarta geração, né?
Aí o senhor tem vontade de fazer o quê? Passar para o Rodrigo e fazer o quê?
Tirar um pouquinho o pé, não parar. Porque não está na gente, né? Uma da dos meus sonhos que eu pretendo tornar realidade, com o casamento da minha filha, que mora comigo, toda tem toda a responsabilidade, <laughs> que automaticamente vou não vou ter essa responsabilidade, que agora é dela e do marido.

Já começa por aí. A casa ficou muito grande. A casa que eu moro, para mim e para a Neide, ela ficou muito grande. Então, eu tenho uma placa Ventes, eh, para comprar uma coisa menor. Eu tenho uma casa na praia, na qual eu amo o mar, eu me identifico muito com o mar, sou do signo de peixinho, eh? me identifico com o mar, sou meio poeta. Então, a minha vontade seria trabalhar de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo ir para a minha casinha no mar, conversar com as minhas gaivotas, fazer meus meus desenhinhos, que eu tenho uma certa habilidade. Eu gosto, gosto de pintura, né? Coisa bem bem amador, né? Mas tenho uma facilidade. Então, gostaria de ter meu meu cavaletezinho lá para descontraído, de andar descalço na areia, de tomar uma cervejinha De leve, né? Ãh. Sei... <laughs> Então, porque eu acho assim, a vida nos ensina bastante coisa. Nos meus sessenta e três anos, tenho a convicção que nós viemos aqui a passeio cumprir uma missão. E essa missão, de alguma forma, eu procurei fazer. criei, eduquei, formei e orientei da melhor forma possível, procurei passar tudo de bom. Tenho dois filhos maravilhosos, que é é uma dádiva de Deus nos dias de hoje, você ter dois filhos maravilhosos como eu tenho os meus, crianças educadas, sadias, sem vícios. que vão ter uma sequência de vida com os filhos deles, que eu acho que passei bastante coisa positiva para eles. Eles são muito queridos entre os amigos, entre as pessoas e tal. Então, eu acho que é uma certa missão cumprida, né? De como os meus pais me passaram, me ensinaram. E então eu acho que é uma missão cumprida e gostaria de desfrutar, né, até quando Deus permitir, com saúde, com paz, de de de usufruir um pouquinho. tendo talvez um direito adquirido já de <laughs> curtir um pouquinho, né de desfrutar um pouquinho, de de ser aquele vovô gostoso, uhum, que que eu estou tendo o privilégio de ser, é? de ouvir o vovô, vovô, vovó, isso é coisa, é dádiva, é dádiva, então são coisas maravilhosas. No dia da de missão cumprida, eu achar que, aham... Então, seria basicamente essa história que seria minha, do bairro, de de tudo que que se passou.
né? Como é que o senhor vê o bairro hoje?
É, o bairro hoje é um bairro luxuoso, moderno, de de fácil acesso, principalmente eu ainda sendo morador aqui, né? De fácil acesso com uma modernização que eu não pensava que pudesse chegar a esse ponto. Hoje praticamente... O Alto de Pinheiros é um bairro de de de maior centralização de de cultura, de área verde, que é hoje é difícil em São Paulo, né? Devido a todos esses prédios, mas ainda o nosso bairro é um dos maiores do sistema de de área verde, né? com um meio de comunicação, com todo o conforto, com todo o lazer, com saída para todas as estradas, né, com com fácil acesso. Então eu vejo o nosso bairro hoje que virou point da rapaziada da Vila Madalena. Então é um bairro maravilhoso, né, um bairro que eu gostaria de ficar por aqui <laughs> e e acho que vou ficar até o último dos dias, porque <laughs> o ponto final meu é é Então eu sei que eu vou, nasci, me criei e vou morrer aqui <laughs> no bairro.
Bom, estamos chegando no fim. Alexandre, você quer fazer alguma pergunta? Eh... Como foi para o senhor dar essa entrevista?
Foi muito gratificante por uma série de razões. Hm.

para passar esse esse saber do bairro, que é importante, e também um algo importante para mim que foi... ajudar os amigos como você, Sônia, como Simone, que são novos amigos que nós formamos, que é importante para a gente. Eu fico muito feliz de tê-los como amigos, né? E pessoas tão capacitadas nesse setor. Então, uniu o útil ao agradável <coughs> de eu poder passar a história do bairro para para as duas amigas, assim, muito queridas.
Muito obrigada, nós também agradecemos. E... Muito bom assim, receber essa esse <coughs> presente do senhor, <laughs> de um morador antigo do bairro e próximo aqui do museu, né. E tem E fala tão gostoso assim, veio com toda essa disposição. Muito obrigada. E e agora você quer fazer aquela... Quer?

Eu nasci nove de março de mil novecentos e quarenta e quatro, fui nascido e criado aqui no bairro e estou tendo a oportunidade de relatar tudo que eu que eu passei, minha vivência no no bairro, de de adolescente, de de jovem, eh, adolescente e hoje um homem mais maduro, com conhecimento do bairro E fico feliz de poder participar e e dar o meu depoimento para que novos jovens que que virão no bairro, que que um dia serão idosos como eu, que vão ter histórias diferentes, mais modernas, com com outros caminhos, outras diretrizes, mas vão ser tão importantes como foi essa nossa, que foi o início de tudo. automaticamente com com a modernização do mundo, vão ser histórias tão gostosas e fantásticas, só que mais mais diferenciadas eh, da minha que foi mais simples, mais pé no chão, mas as a deles também com certeza terão bastante validade para um futuro próximo que que virá, que vai ser a história deles diferente, uhum, mas vai vai ser história também, porque o modernismo vai chegar e isso aí vai ser um dia, vai ser história. obrigada. obrigado.